Aliás, a senhora ligou para cá, isso é maravilhoso, vai enriquecer o nosso acervo aqui. Eu vou repetir algumas perguntas que têm a ver com aquelas questões iniciais, que é a identificação.

tá. Então, primeiro a senhora fala seu nome completo, local e data de nascimento.
Está ótimo.

sete de seis de mil novecentos e trinta e um. Moro em Santos

A senhora sabe é é qual que é a origem dos nomes dos seus pais?
Meu pai brasileiro, descendente de sírio, minha mãe libanesa, mas naturalizada brasileira.
E eles nasceram é a onde eles nasceram, eles nasceram
Meu pai nasceu em Nuporanga, perto de Ribeirão Preto. E minha mãe é libanesa. No Líbano.
E a senhora sabe a história da vinda, da família dela?
Ela veio com com acho que oito, sete a oito anos. Sem saber falar o português nem nada, né? Aprendeu e ela falava correntemente. Porque meu pai era era diplomado, tinha tinha estudo, e ela falava corretamente o português.

Pode perguntar para ela nada. Não.

E ela foi morar onde mesmo? Quando ela
Ela veio, foi para morar em em Cuiabá, Mato Grosso. Veio para Araçatuba com os pais que montaram loja de de tudo. Armazém geral da família. Gente que veio bem, não veio imigrante. Veio para ficar, para para morar de fato no Brasil. E montar um Isso, isso é a família Baracate da minha mãe. Ainda não conhecia meu pai. Meu pai tinha, veio para Araçatuba que quando conheceu minha mãe. Ele tinha serraria e e fábricas em São Paulo. Veio para montar a serraria em Araçatuba, foi quando ele conheceu minha mãe.
esse conta. Assim, essa história de um conhecer o outro, a senhora, eles contaram para a senhora como Sei, mas Sei. Como que foi isso?
Ela já era noiva de uma família conhecida que hoje são donos do nove de Julho de São Paulo, os Gâname. Quando meu pai conheceu, ele estava no barbeiro. Assim a história que eu vou contar normal. Ele estava no barbeiro e minha mãe passou. E ele falou, quem é essa moça? Ele falou assim, é uma turquinha, porque antigamente eles falavam que sírio era tudo turco. É turquinha, mas você não mexe com ela, porque ela era toda almofadinha, de bengala, chapéu, né? Tudo chique. Você não mexe que é de uma família importante daqui. Ele falou, é essa que eu vou querer. E era noiva. E conseguiu, viu? Conseguiu ficar noiva, ca casar com a minha mãe.
Eles ficaram namorando muito tempo.
Noivo tudo. E conseguiu. <laughs> Conseguiu o que ele queria.
E é é. Um pouquinho, voltando um pouquinho, a senhora sabe alguma coisa dos seus avós maternos e paternos? Sei
A minha avó O nome tudo direitinho? O que a senhora quiser? É O nome da minha avó materna era fa Faride. porque eles eram sírios, né? E vindo de lá. E do meu pai era Chibli, do ô Do pai dela. Era Chibli. Do meu pai, ah, já é brasileiro, já era Antônio e Maria. Que eu sou retrato dela, né? Então, todo mundo chamava que eu era a avó Maria, que era parecida com ela. Porque todo mundo é morena e eu sou clara. Esses são meus, os pais dele, meus avós. Que os pais dele eu não conheci. Que eles tinham um negócio onde é o Correio hoje em São Paulo, que era o Vale da Itanhangá, que ele morreu de febre amarela lá. O meu avô. E o Onde a Correio de São Paulo era a loja dele. Que era de sapatos, de de chapéu ramezoni, que na época era... usava muito chapéu né, era da ramezoni. E quando ele... Eles de São Paulo. E os meus os meus avós eram em Araçatuba. O avô eu conheci, minha avó já não. Já estava morta.
E quando, eh... A senhora... A senhora chegou a conviver com esses avós? É
É, ele era assim, isolado, que ele só falava o árabe, com o tercinho na mão. Então a gente falava, bom dia, Gido. Gido em sírio quer dizer avô. Ele falava, em sírio quer dizer tudo bem. E só isso que ele falava. Não conversava com a gente, porque a gente não ia entender mesmo, né? E era assim, mas convivia com ele, até ele ficar doente, morrer.
A senhora era pequenininha quando... É, ele levou tomba, se não ele não morria.
Sabe, velho quando cai é dureza, morre mesmo, né?
E quantos anos a senhora tinha quando ele
Eu tinha acho que uns cinco a seis anos. Que a gente ia visitar os avós, já meu pai já casado, né? Eu sou a segunda filha. Agora vou falar das minhas irmãs, né?
Isso, quantos irmãos a senhora tinha? É
Eu tive a irmã mais velha, falecida já. Qual o nome? Raquel. Nós vamos todos com erre. Raquel, são os cinco filhos. Raquel, Ruth, Reinaldo, Rubens e Rosali. Viva só tem eu e meu irmão do Rio, que é o Rubens, e eu. Eu sou a segunda e ele é é o quarto filho. Só nós dois vivos.
E qual que é a atividade dos seus irmãos?
Dos meus irmãos. Ou era né. O o Rubens é diplo tem dois, três diplomas. É economista e a e e empreendedor como é que diz Administrador de empresa, o segundo meu irmão já falecido, era advogado, e era o único professor de latim que estudou e lecionou no Mackenzie, e é o único ele e a doutora, que era diretora da escola, que falavam latim. Era inteligentíssimo, mas um rapaz sem sorte. Logo faleceu. Minha irmã também é morta, mais velha. Eu sou a segunda viva. O terceiro morto, que é o advogado. E e meu irmão do Rio, que está vivo também, que é administrador de empresas. E minha irmã também falecida, que é onze anos mais nova que eu, que falecida também.
Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho. É, a senhora falou que os seus pais se conheceram então, a sua mãe, eles se casaram e montaram uma casa em Araçatuba, né?
Em Araçatuba, porque a serraria era lá, morávamos na serraria. Eu fui criada no meio de madeira, colônia de empregados.
E a sua mãe, qual que era a atividade da sua mãe?
A mamãe era do laço. Uhum
Entendeu? E a casa da senhora, que a senhora vivia?
Era o único sobrado de Araçatuba naquela ocasião. Meu pai foi o quase desbravador de Araçatuba. Era dono da serraria. Não tem a fotografia da serraria, mas é... Eu lembro bem, porque eu me recorda muito que o Jardim, estive lá para ver, já foi demolido tudo. O Jardim, estava o nome dele, João Dipe, escrito no o Jardineiro, fazia, sabe essas coisas de de tradição, né? É coisa que a gente lembra, né? A gente atravessava o Jardim e já viu o nome dele ali no Jardim. e a Serraria é logo em frente da nossa casa. Era o único sobrado de Araçatuba nessa ocasião. Lá nasceram todos os meus irmãos, tudo na mão de parteira, inclusive eu. Só a mais velha, que tinha a Serraria em Campinas, no Cambuí aqui em Campinas, que ela nasceu na maternidade aqui em Campinas, era a rainha do... era mais, é mais importante que São Paulo, né, em medicina e tudo. A única nascida. O resto, todo mundo nasceu na mão de parteira.
E como a senhora era a segunda filha, a senhora chegou a ver o nascimento dos seus irmãos, né?
Ah, tudinho. Quando nascia um, ela fechava as as comunicações do quarto, passava aquela chapeleira para cá, só via choro de criança.
A senhora era pequenininha e e lembra bem disso? Lembra. A casa da senhora era grande? Enorme, enorme.
Quantos cômodos que tinha? Tinha uma sala de visita, que os móveis ainda têm que estar na minha cunhada, alguma coisinha, que era fechada, com capas, fechada, que ninguém entrava, só quando recebia visita. O único telefone era o nosso, que era embaixo da da escada, que era sobrado, que tinha o telefone daquele telefone de fazer A escada em cima tinha acho cinco cômodos e tinha uma área, uma uma entrada bem grande onde punha jarra com água, que eu não posso esquecer, para ninguém descer e beber água lá em cima. Era Toda noite era levado lá para cima. E os quartos, um intercalado no outro. Porque quando nascia um, a gente via que fechava uma porta, passava a chapeleira para cá, e só via o choro de criança quando nascia. Coisa bem antiga mesmo.
E tinha quintal nessa casa? Tudo, tudo. Como que era esse
Só que era proibido a gente chegar na serraria, porque tinha caldeira, tinha coisa... Meu pai tinha medo, né? E aconteceu um caso com o meu segundo irmão. Ele se escondeu debaixo da... Abriu a sala de visita e se escondeu debaixo da capa que tinha. Porque a serraria, às vezes, quando coisava lenha, saia muita poeira, coisa... Então era tudo coberto. Ele entrou e dormiu ali embaixo. Meu pai desligou toda a serraria de medo dele ter ido, porque nos domingos, quando a a fábrica parava, a serraria, a gente ia ê... não tinha piscina naquela ocasião nem nada, a gente ia tomar banho na água quentinha da da caldeira. E ela... meu pai tinha a impressão que ele tinha entrado na caldeira e morrido afogado. Parou a serraria, aquela coisa toda. Isso foi a o dia todo. Quando ele levanta de de de tardezinha, debaixo da cadeira e sai da porta. Todo mundo já estava morto. E era perigoso onde a gente morava, né? Tinha toras, que a serraria recebia as toras. Era um perigo danado.
Mas deu tudo certo. Então, assim, vocês brincavam muito, né?
Muito. Ele ganhou um cavalo, quem andava era eu, que eu sempre fui muito valente, viu? Eu andava no arreio Ele tinha medo do do cavalinho do Ele ele queria o cavalinho, então foi dado para ele. Mas quem andava era eu. E gostava de ir na colônia. Comia a comida do dos operários, sentava no chão, eles amassavam aquela aquela comidinha e dava para mim. O pai ficava louco, mas escondido dele, né?
Como que era essa colônia? Era perto da da casa? Era
Não era bem perto, não. Mas a gente andava, né? Para nós era perto. Tinha tudo Os empregados moravam todos lá. Família e tudo. Ninguém vinha de fora, nem nada. Tudo ali perto. Era mantido pela fábrica mesmo.
Tudo ali pertinho. Brincavam Vocês brincavam com as crianças que eram
É, quando meu pai não deixava. Quando você. Tudo escondido. A senhora lembra. A gente batizava, mesmo pequena, batizava os filhos dele e tudo, né? E me E um dos meus meus filhados, o pai o meu o meu tinha compadre, lia sorte, tinha a bola de cristal. Então, para nós era alegria. A gente ia toda hora lá para ele ler a bola. Uma bola que iluminava assim de coisa.
E a senhora lembra das brincadeiras da época?
Ah, corda, perna de pau que os os operários faziam para nós. Tudo coisa que eles faziam para a gente. Tudo quanto a diversão antiga. Tudo coisa de circo. Porque quando ia circular era uma festa, né? Aquelas pernas de pau que a gente andava tudo.

Assim, dos das das assim, dos seus irmãos, como que era a relação? Vocês brica, vocês brigavam, era tranquilo?
Ninguém brigava viu. Só que eles tinham um carrinho, que antigamente aqueles carrinhos, de vez em quando a gente queria puxar o carrinho dele com força, pensando que era alguma coisa assim. Um caía, machucava queixinho, a gente apanhava, essas coisas assim.
E tinha muita história que se contava na época para vocês? Ah, tinha. Que histórias que
A história que minha mãe contava quando ela veio, que ela pegou uma leita na no caminho, porque tudo, o capitão adorava ela, queria ficar com ela, meus pais não deixavam, porque eles não eram de dar filho naquela ocasião, né? Essas histórias que ela contava da vinda dela. as coisas da loja, que todo mundo conhecia a nossa família, todo mundo em Araçatuba. Era a única loja da cidade também. Era um quarteirão todinho, moravam todo mundo no fundo. Eram cinco irmãos que ela tinha. Todos moravam perto dali. Um beneficiava arroz, já casados, e o outro cuidava da da... Atividade todos tinham. Na loja ficava o mais velho e meu avô. Quando era mais jovem. Depois ele se aposentou. Não existia aposentadoria naquela ocasião. Ficava velho, ele já ficava no quintal, a casinha dele separada e tudo.
Nossa, então era uma atividade importante para Araçatuba, né?
Era muito importante. Tanto meu pai como a família da minha mãe.
Mudou, foi mudando a cidade com isso, né? Foi

Foi coloniando a cidade.
E tinha trem na época ali na...
Tinha trem que passava que era obrigado para serraria para vim a madeira, né? Hm Que era um perigo que eles não deixavam e esse não deixava mesmo. Para levar na escola nós íamos, quando meu pai não levava de carro, quando ele não podia era a charrete que seu Berto, o empregado, que levava. A gente, na escola de Sarrete, que era, usava também naquela época, né? E a lenha que ele doava para escola também. Então, as era tudo fogão de lenha, né? As escolas que a gente estudava, ele já levava a gente, e todo mundo já conhecia que era ele que levava, porque ele fornecia a madeira que doou, ocupava tudo para as escolas. Que eram para é. Porque era tudo fogão de lenha, né?
Até na casa da senhora também?

E tinha um prato, assim, que vocês comiam, que a senhora adorava quando era criança?
A comida síria que minha mãe fazia, né, que meu pai também, a a o os pais dele foram da cidade da Síria, que tinha as melhores comidas, né? Ai, que comidas. Ah, de comida? Essas comidas que vocês conhecem hoje, é quibe, esfirra, mas tudo feito pela mão de Nessas esfirra, que nem meu genro comeu hoje na estrada, uma esfirra fechada, que diz que chama de linguiça. Não era, era só de carne, de coalhada, entendeu?
A senhora lembra disso? Ah, lembro. Do
E faço até hoje. <laughs>
Eu cheiro até hoje. <laughs> Falando em escola, eh, como que é? O que que a senhora lembra da escola? A primeira escola?
A minha escola era a colégio de Freira. Nós estudávamos no colégio de Freira. Eu e minha irmã, porque o meu irmão não tinha nascido, né? Ela era mais velha e estudávamos no colégio de Freira. Era pertinho de casa? Não, era bem longe. Tanto é que a gente ia de carro, ou ia de charrete. Mas lá não era assim uma distância. Não tinha rua, não tinha nada. Era tudo terra, né?
E esse colégio era grande?

O lindo que eu fui ver agora, atualmente, eu já fui ver Araçatuba. Então, o Colégio das Freiras. Bem grande mesmo. Era o único colégio da cidade, né?
É, tinha muitas salas, muita... Muito, muito.
Só não tinha elevador. Entendeu?
assim, a senhora teve muitas amiguinhas nesse colégio?
Sabe que eu não me lembro muito, porque era, uma assim, uma uma vida de estudar e já já o pai esperando na porta, quer dizer, não tinha, assim, muita convivência, né?
E a senhora lembra, assim, do primeiro dia de aula? Como é que... se foi tranquilo? Olha, você sabe que eu eu lembro.
Foi tranquilo, tudo tranquilo. Porque a gente gostava de ir para a escola, né? Brincava muito, e dai voltava, ficava a partir da manhã e à tarde ficava em casa, né?
E as carteiras era eram de madeira?
A antiga, de madeira. Tudo de madeira. Tudo era madeira, porque lá era da serraria, né? Que fornecia madeira todinha.
Até as carteiras. É
É, as carteiras acho que eram feitas até na serraria, viu? Era tudo de lá.
E a senhora tinha, assim, uma uma uma disciplina predileta, uma matéria? tinha. O que que a senhora mais gostava?
Eu estudava piano. Quer dizer, eu e a minha irmã. Estudávamos piano lá. Na escola mesmo, que a professora de lá. Depois, mais tarde, que a gente foi ter particulares maiores, né, para ter professora particular. E sapateava. Aprendia sapateado. Eu e ela. Saía de um canto e a outra sapateando. No tempo dos filmes da Chile e Templo, todo mundo agora voltou, né, o sapateado. Então era sapatear. Tinha que sapatear. Eu ia visita, saía de um canto ou outro sapateando.
Mas de onde apareceu? esse, eh... A senhora já tinha algum alguma influência, tinha, ou apareceu na escola?
Não, cinema, em cinemas que passavam os filmes. Aí Araçatuba já estava bem, que ela é a rainha da da do gado, né? Já estava já bem formada, já tinha cinemas bons. Aí no cinema a senhora... É, e tudo isso vinha pelo cinema, porque não tinha televisão naquela época, né? Era rádio só.
E na época da escola assim, quando a senhora era jovenzinha, a senhora ia com a turminha da escola ou ia com a família ao cinema? Como que era isso? É, tudo
Nada de muita ami amizade assim não tinha, mas a gente aprendia a bordar, a rezar muito, bordava, que eu tenho bordado até hoje, o que a gente fazia. Então, você aprendia coisas de de dona de casa para casar amanhã. Não é como hoje, que você aprende para trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Era para ser dona de casa. Bordar, aprendi a bordar.
Então, ali a senhora eh... A senhora estudou até que, até que idade, mais ou menos?
Até que idade? Até quando nós viemos para São Paulo, em mil novecentos e quarenta, que teve uma tragédia com o meu pai, que um dos operários, ameaçou ele com uma faca. Ele mandou fazer o serviço na hora de prestar conta. Eles ele enfrentou meu pai, e meu pai andava armado, porque naquela ocasião era um sertão Araçatuba, né? E já andava armado, porque ele mexia com com operários em uma serraria, sei que é, que é muita gente. Então, ele já estava prevenido. Foi que ele tirou do do do do do armário ali o revolver e se defendeu, atirou. no rapaz. E como ele era conhecido, os jornais combateram ele, né, de inveja, de coisa, que nós fomos obrigadas a sair em novecentos e quarenta, que saiu eu pequena, minha irmã e meu irmão já tinham nascido também, pequenininho. Que nós íamos para São Paulo, onde ele tinha a serraria em São Paulo, que como administrou a serraria lá.
que lugar de São Paulo que...
É de São Paulo, na Rua anhaia. Setecentos e quarenta, que ainda hoje existe, né? Lá no no em Bom Retiro. Então foi quando nós viemos para São Paulo e deixamos Araçatuba por causa dessa tragédia que houve. Hm
Você era pequenininha? Pequenininha. E o que que a senhora lembra dessa saída? Porque lá era um interior, né? É
Essa saída foi clandestina, foi à noite, hm, ele ele cumpriu a pena dele, tudo direitinho, mas sabe que o dinheiro, a pessoa depois foi legítima defesa e tudo, ele conseguiu jornal combatendo, porque dá inveja, sabe como é essa época de inveja de tudo. Ele era o homem, era foi vereador na cidade e vereador naquele tempo não ganhava, era o homem mais rico da cidade que era o vereador, né? E o jornal combateu muito ele. E nós saímos na madrugada, eu me lembro. Deixamos tudo. E E a serraria, na nessa ocasião também, antes um pouco, pegou fogo a serraria e ele constituiu né, coisas de de coisa. E viemos embora para São Paulo, que é onde começou a nossa vida. Começou tudo, ele começou de novo a a ganhar dinheiro.
Mas vocês vieram para uma casa ou para um sobrado também? É
É, viemos com casa de aluguel, moramos na no no Campos Elísios, que era mais ou menos residencial naquele tempo, né? Moramos até ele ganhar dinheiro novamente. O nosso ia sempre majestade, você sabe, né? Ele alugou da casa, dai vinha um piano alugado, para nós continuarmos a tocar.
E como que era essa casa que vocês
Era grande, era do bispo da da paróquia. Era uma casa bem grande, viu? Para caber toda a família, né? E a senhora sentiu
muita dife muita, sentiu saudade do da outra
Nada. Nada pela circunstância que nós sabemos, porque eles nunca esconderam nada da gente, né? Tinha que saber os problemas todos. A gente era pequena, mas não entendia direito como é que era aquilo. Só que não era alegre para gente ver. Aí começou a nossa vida muito bem. Em dois anos meu pai continuou, enriqueceu novamente, já montou a fábrica novamente, que ele era empregado do irmão quando veio, que tinha Serraria Já pôs as coisas dele tudo em ordem, comprou os nossos pianos que eu tenho até hoje. Ficou tudo bem.
E em casa, como que era assim? A senhora falou que Campos Elíseos era um bairro residencial, né? Como que era esse bairro? A vizinhança, como que era? A
Tudo tudo era era casas, uma geminada da outra, como era antigamente. A nossa era de esquina. E sabe, casa de esquina sempre é maior, né? E era uma casa do bispo, toda toda germinada, eu lembro bem. Aí, começamos a ter amizade. Do lado, teve teve a coisa que batiz que batizamos, minha mãe e meu pai batizaram. Quer dizer, ficou aquela... Aquela vida de cidade, né? Não é mais de de de interior.
E depois... E assim e a escola, é?
A escola nossa era tudo pertinho. Hm Sabe que antigamente escolhiam uma casa onde tivesse escola para os filhos, né? Tudo ali pertinho. Logo depois, nós ficamos, acho que um ano e meio, nem completamos o o coisa. Meu pai já comprou a casa da Rua Pará em Genópolis. Já subimos de nível. Porque Genópolis agora, como é até hoje, era na Rua Pará. Hoje é um restaurante. Onde era a casa. Hoje, é Onde era a nossa casa na Rua Pará. Aí ficou uma, a nossa vida toda lá. Meus irmãos foram para o Rio Branco, que era perto, estudaram. e minha irmã também, essa que faleceu. Eu fui para o, estudava no Colégio das Irmãs também, a Cabrini, Colégio Cabrini, que eu continuei a fazer o curso, que eu fiz o curso básico lá. Depois eu me formei do curso básico, que é auxiliar de escritório, fui para o Mackenzie. Eu não completei o curso, mas fiz o lá. Mas, antigamente, você sabe que o estudo é hoje quase um uma faculdade de hoje, né?
Deixa eu só voltar um pouquinho na escola. Da época de escola, assim, tem algum momento que a senhora é guarda, assim, eh, tem saudade de alguma coisa que aconteceu na escola?
Na escola de Araçatuba ou da de São Paulo? As duas. De Araçatuba tem... De Araçatuba uma tragédia que minha irmã gostava de fazer crochê. E quando a gente seu Beto levava na na na na carroça, do, na charrete, ela descuidou que aquilo foi uma tragédia, né? E a agulha, a charrete fazia as enquanto andava, a agulha de crochê foi enfiando na perna dela. Ela falando, ah, seu Berto está me doendo aqui. Não, nós já estamos chegando na escola. Quando chegou na escola, a agulha já estava metade enfiadinha no na perna dela. Então, aquilo foi uma revolução. E chama meu pai, aquela bagunça toda, e passou. Tiraram a agulha, fizeram o tratamento, passou. Uma Essa foi uma ta tragédia. O resto era muito feliz a nossa vida. Muito conforto, muita felicidade.
E da do outro colégio, da Irmãs Cabrini? Ah, também. Teve algum momento assim, não precisa ser tragédia. <laughs>
Não, tragédia não, coisa boa. Isso. Não, tinha que a gente aprendia, rezava muito, ficava tudo organizado, você sabe, colégio de freira, como é aquela limpeza, aquela organização, por isso que eu tenho mania de limpeza, viu? Muito organizado, era hora de bordar, era hora de re, toda hora que você começava uma coisa, uma atividade, você tinha que rezar, né?
E dos bordados que a senhora fez, tinha algum, assim, que a senhora falou, nossa, esse é o melhor bordado que eu fiz?
Ah, mas a minha loucura era bordar, fazer a almofada, que tinha aquela, bastidor, você ficava sozinha. Aquela mania de grandeza que a gente tem, de ficar sozinha bordando em chinilha, que era difícil de passar para o ponto, aquela aquela lã de veludo grande. Era fazer uma almofada, que eu fiz diversas. Nossa E tem até hoje um um uma toalha de mesa que eu bordei. Eu nem acredito que eu fiz aquilo.
Eu não acredito. E do piano, como que foi isso para a senhora?
Ah, de piano foi é uma complemento da nossa educação. Que mais tarde eu dei aula. Quando minha irmã morreu, eu peguei os alunos dela. Ela alfabetizava. A gente falava que alfabetizava no piano. E coloria tudinho. Crianças pequenas. Dei aula para a minha filha, para a Tetê. No início das aulas.
Como que é o alfabetizar no piano?
Coloria as notas. O dó você co coloria de uma cor, o outro de outra cor, então elas guardavam pela cor, as sete notas do piano.
E tem, assim, algum aluno, alguma aula em particular assim, que foi
Tinha meus alunos, depois faziam audição, tocavam na minha casa, no meu piano, reunia os pais para sa para ver o o o desenvolvimento dos alunos, né?
Mas a senhora começou assim a a lecionar assim, com que idade mais ou menos?
Mais ou menos eu já tinha, eu já saí da escola com dezoito Começava tarde as coisas, né? Com dezoito anos eu saí do colégio, ficamos interna. Foi quando a minha mãe teve o o meu irmão, aí tipo, botou eu e minha irmã interna para poder cuidar do outro né, dos outros que nasciam. Que aí nasceram mais três, né? E nós, enquanto isso, nós estudávamos, saímos com os dezoito anos internos, as duas, na escola.
Então, até os dezoito anos, mais ou menos... Mais ou menos.
Era que é colégio, já saía formada, estudando piano, depois começamos a estudar, fomos para o conservatório, vinha fazer exame no Carlos Gomes, aqui de Campinas, no final dos anos. Ah...
E a senhora passou algum momento de nervosismo nesses exames, que a senhora se lembra?
na hora de o pedal, o seu pé tremia, mas ninguém via, a gente sentia, fazia audição. E foi tudo bem?

O que a senhora tocou? A senhora lembra disso?
Ah, eu lembro. Era... Como é que chama aquela música? Primeira. Foi a primeira música que eu já toquei em uma audição.
Assim, dá para fazer um pedacinho, assim, da, para gente saber qual que é? Ah, como é que eu vou fazer? Será que eu consigo? <laughs> É o tan tan tan <laughs>
Só para gente É a primeira carícia de um filho fazendo carícia para a mãe. Ou a mãe fazendo carícia para o filho. Lindo. Deixa eu ver se eu lembro. Eu toco até hoje. Essa, eu não posso perguntar que ela <laughs>
tudo bem. E se ela vier depois, a gente... É, depois eu lembro e te falo. A gente registra, é, tudo bem. É Uma coisa, até os dezoito anos, então, a senhora ficou, pelo que a gente está sentindo... Saímos da escola, é. Mas, assim, e amigas, assim, a senhora tinha alguma outra atividade de lazer, de de ir ao cinema, existia isso?
Só com o meu pai. Só ele acompanhava a gente, mesmo depois de moça. Se a gente queria ir em uma festa, era muito difícil. Tinha que pedir dez, vinte vezes para poder ir, né? Ele mandava até mentir para a gente. Às vezes ligava o amigo convidando. Não fala que você está doente, que não está bom. Porque ele ele prendia muito a gente. Basta dizer que a gente casou só depois que ele morreu, né? Ele era era um ditador, mas ele queria os filhos para ele.
Então a senhora não chegou a andar, assim, pela cidade?
Não, sozinha assim, não. Sempre com eles. Com ele Fazíamos estação. Não faltou diversão para nós. Duas vezes por ano, eu me lembro, que ele tinha tudo carro importado. Como não cabia bagagem de cinco filhos, ele de ele mandava daqueles baús grandes, botava roupa e e depois e mandava para para Lindóia, a gente ia muito. E e chegava às vezes antes da gente, às vezes depois da gente. A gente chegou uma vez primeiro, teve que comer sem roupa, só com a roupa da viagem. E era uma poeira danada, né? No carro, ele botava até para a lama que tinha, porque não tinha asfalto. A gente passava no meio de coisa, ele punha correia no carro para não derrapar na na na coisa, porque não tinha estrada, né? E eu lembro que a gente falava, olha para trás. Quando a gente entrava no mato, fechava. Você olhava para trás, fechava o mato. Quer dizer, ele desbravava aquilo tudo. Fazia caminho, né, com o carro.
para Lindoia, né?
Íamos para, duas vezes por ano, era sagrado. Ele prendia a gente, mas estação de água não faltava. Como que era esse carro do seu pai? Tem a foto lá. Era uma dessas limusine antigas, tem foto Trouxe foto para vocês verem lá.
E vocês, quando criança, brincavam no carro?
Tinha isso? Ah, brincava. Ele dava liberdade para a gente. Dentro de casa. Tudo que queria. Tinha balanço, tinha aquelas Tudo dentro de casa.
E assim, em casa, então, seu pai, como que era o dia a dia na sua casa? Assim Você levantava de manhã? O que que você fazia? Bem
Bem rigoroso viu. Era, era Era bem ditador mesmo. Então Mas tudo com muita ordem. Mas Vocês tinham. O café da manhã não era que nem hoje. Cada um toma em um horário. Era mesa posta, todo mundo sentado, sem muita prosa. Tudo quietinho, só falava o principal. Almoço todo mundo junto, tudo bem vestido, nunca nenhum de pijama, sem camisa, sem nada. Tudo em ordem mesmo, aí ele saía, bem organizado. Aí ele saía para trabalhar e vocês ficavam... Saía para trabalhar e a gente tinha essas atividades. Minha mãe moça das coisas de casa, administrando os empregados e tudo. E vocês para a escola... Horário de comida, ele estava sempre em casa, nunca foi um pai ausente. Sempre bem família mesmo.
Assim, não tinha televisão na época, né?

O que vocês faziam à noite, assim, antes de dormir? Vocês conversavam? Dormia todo
Conversava Tinha hora de brinquedo, de tomar banho, de tudo e de dormir. Uhum E de levantar, né? Ah, tá. Cada um tinha a sua atividade, normalmente. Então, assim, todo mundo dormia dormia muito cedo? Ah, tudo muito cedo. No interior, naquela época, almoçava, jantava cedo. Seis horas, todo mundo tava jantando.
Está certo. Bom, aí então, com dezoito anos, a senhora começou a lecionar, não é isso? Isso. E aí, a senhora lecionou até que período, mais ou menos?
Olha, bastante tempo, que já tinha professor em casa, já a gente estudava no conservatório, depois saímos do conservatório, tinha professor em casa e ela dava muita audição. Esses poetas modernos, nós conhecíamos tudo na casa dela. Aí
Quais os poetas que a senhora se lembra?
Sabe que eu estava lembrando, na minha casa hoje, o nome Está vivo até hoje, porque eu vi outro dia. Me lembro dele bem mesmo. Então, a gente tocava piano, eles faziam recital, declarava... Era Maria Lefalco de Brito, a irmã dela tocava no Teatro Municipal Violino, ela tocava piano. Eu tenho foto em casa, mas eu não estou em casa, ela ia trazer para mim e para pôr, tudo bem, dela.
Como que era o conservatório essa
Ah, era lindo. Aqui em Campinas. Era o Carlos Gomes, aqui de Campinas, me prestar exame. A gente vinha de trem.
Como que era, naquela ocasião, essa viagem de trem até
Todos os alunos vinha todo ano fazer exame. Uhum Não vinha com o pai, não, porque vinha com a professora. Ela era severa, né? Ah, e o pai da senhora permitia? Permitia, claro. Que era para a educação dos filhos, né? Lá vinha ele.
E a viagem era longa?

O tempo de fazer o exame já regressava. Ah, mas assim, o percurso de frente... Cantava, tinha o orfeom também, a gente fazia parte do orfeom, cantava. Eles faziam uma uma espécie, depois dos exames, uma audição para todo mundo no teatro do do do coisa. Não me lembro muito bem como é que era, não.
Era um dia só mesmo?
É um dia só. E já voltava? Já voltava.
Era uma diversão.
Era uma delícia. Saía daquela daquela ditadura de casa, né? Dar um ar de liberdade para nós.
A senhora lembra do próprio trem em si?
Assim, esse percurso, a paisagem... Ah, lembro, que tinha que fechar todos os vidros, porque não, era maria-fumaça, saía aquela coisa, queimava tudo a roupa da gente. E queimava, entrava fagulha também dentro. Então, a gente via quase toda a paisagem fechada, né? De medo, porque era aqueles trens que soltavam de madeira, que ainda soltava fagulha.
Então, os bancos também eram diferentes?
Tudo, era de madeira tudo, não tinha aquele conforto de um trem. Hoje nem trem tem mais quase, né?
E demorava quantas horas, assim, para chegar? Bastante.
Bastante tempo. Até Campinas, é Araçatuba é longe, né? Mil e tantos quilômetros. Mas era uma delícia.
A senhora falou também que vocês chegaram a ver apresentações no Teatro Municipal, né? Ah, vimos. A senhora lembra a primeira vez que a senhora foi para o Teatro Municipal?
Não, eu lembro só de eu tocando o nervoso que eu passava. Eu ainda era meia desigual Agora, minha irmã nunca tocou em público. Ela gostava de estudar à noite. Ninguém ouvia ela tocar. Agora, eu era mais sem vergonha. Eu tocava mesmo. Mas ela só estudava de noite. Nunca nós podíamos morar em apartamento por causa de piano, né? Mas também nem tinha apartamento naquela ocasião. Era casa mesmo.
E essa apresentação em público era tranquila para para Era tranquila. A senhora lembra como que foi isso?
Não, na nervoso a gente passava, né? Que só de apresentar, vinha aquele monte de gente, né? Mas ia tudo bem, viu? Se errava, ninguém percebia ou fingia que não percebia, mas aí ia tudo bem. O negócio era fazer audição.
Certo. Bom, então aí a senhora tocava o piano. E como é que entrou o sapateado aí também na história?
O sapateado é o tempo do meu pai, lá em Araçatuba mesmo, que a gente era pequenininha, né? Depois de grande, ninguém sapateava, né? Ah E ele tinha um sapateiro que botava ferrinho nas pontas para fazer aquele barulho, né? Não tinha pre esses sapateados e sapatos próprios de fazer. Tinha que pôr aquele ferrinho na ponta dos sapatos, né?
Tá. E bom, nessa juventude, a senhora tocando piano e tal, a senhora chegou a ter algum namorado, conhecer alguém nessa, não,
nada.

Olhava, flertava quando ia para o clube, sabe essas coisas assim. Mas nunca, nunca namorado assim, firme não. Que clube era esse? Era o clube de Araçatuba mesmo.
Ah, isso lá era
Em Araçatuba. Em São Paulo não não frequentavamos clube nenhum. Era mesmo dentro de casa, as visita, porque eu recebia visita muito dentro de casa, né? Uhum Os amigos de Araçatuba, que tinham casa em São Paulo, também vieram. Os do Hospital Nove de Julho, que eram muito amigos, os pais de nós que visita Era muita visita. Era todas, todo dia, quase uma visita. Então, meu ambiente era assim. Não era assim ambiente de clube. Era mesmo social, mesmo dentro de casa.
Então, só para eu entender um pouco. Então, vocês tinham uma casa no Campos Elíseos, mas vocês iam sempre para Araçatuba ainda? Não, não íamos mais.
Não iam mais. passou uma temporada bem grande. Eu fui agora para rever as nossas nossas vidas lá, né?
E assim, o pai da senhora faleceu com... A senhora tinha quantos anos?
Meu pai faleceu com cinquenta e quatro anos. Parecia que ele era velho. Porque ele proporcionou tanta coisa para a gente. Trabalhou tanto, lutou tanto, que para nós era um pai velho. Hoje, eu com setenta e oito, não me sinto velha. Agora que eu dei valor para ele, é da idade que ele morreu.
A senhora tinha quantos anos quando ele faleceu?
Eu tinha, já já já foi a fase que não foi da minha infância. Eu já estava já já estava namorando, eu já estava, porque eu casei tarde, eu casei com vinte e nove anos.
anos, tá, entendeu? Mas a senhora começou a namorar?
É. Como que começou a namorar? Como que foi Ah, como que foi?

Olha, firme, firme mesmo, foi o o meu marido, viu?
Ah, porque teve outros antes?
Ah, teve coisa assim, que não eram firmes, coisinha de clube <laughs> coisa para se namoro, assim não. Que também foi rápido o casamento, foi casar e e namorar, porque eu falava, meu pai é bravo, ele morria de medo, né?
Mas, nessa época, é antes da senhora conhecer o o que a pessoa que foi o marido mesmo da senhora, é, que vocês saíam. Teve

Então, vou começar da da fase da da Alameda Assim, fomos para a Rua Pará. Hm. Que lá nós estudamos, já estava mais adulta e tudo. Hm Aí, meu pai vendeu a minha irmã mais velha, trabalhava com meu pai. Já estávamos grandes, elas tinham seus dezoito, dezenove anos, eu estava com os meus dois anos mais novas. Ela já começou a trabalhar com o meu pai, já estava formada e tudo. E aí, meu pai, ela comprou, nós em, começaram a as famílias a mudar das casas grandes para apartamentos. Aí, nós mu, meu pai vendeu a Rua Pará e fomos para a casa de aluguel, porque com o dinheiro da Rua Pará, ele ia ia comprar o apartamento de lá. Então, nós ficamos alugadas no Pacaembu. Foi lá no no na rua Itajubá, no Pacaembu, que ficamos com uma casa grande também, era uma casa enorme, que o Pacaembu é tudo assim, montanha. Tinha a casa embaixo, tinha a casa em cima, até construírem o Braga. Foi nessa época que minha irmã namorou, fomos enviadas para Santos, de temporada, ela conheceu o marido dela. Foi casamento rápido também. Tanto é que ela morreu que o enterro saiu dessa rua Itajubá. E ela que comprou o apartamento do Braga para o meu pai, que viajou. E ela, como trabalhava com ele, foi uma briga danada. Como eu vou morar em apartamento, sair de uma casa? Que hoje é um senhor apartamento, né? E ela faleceu. Seis meses de casada, ela casou. Seis meses de casada, ela morre.

Os médicos mataram, foi um aborto que naquela ocasião não tinha higiene nem nada, ela ficou na beneficência portuguesa, o médico estava viajando, ela se sentiu mal e faleceu, veio a falecer tragicamente também. Meu pai então desesperado, foi por isso que ele morreu cedo. Uma que perdeu uma uma filha, que é um é um problema muito grande, e uma Uma companheira de trabalho dele. E uma morte estúpida que levou o filho junto né, o neto. Foi o sofrimento dele que ele morreu mais cedo. E ela esta enterrada no Araçá, que é o nosso túmulo agora. Uhum Ele deixou um túmulo para cada filho, construiu lá. Depois disso, ficou pronto. Ela não chegou nem a ver o apartamento que ela tinha comprado. Nós mudamos para Cincinato, Braga. Foi onde lá eu casei. Lá saiu o enterro do meu pai. Era um apartamento muito bom, construído lá na na na esquina da washington Brigadeiros Antônio. E lá saiu o enterro no salão de festa, saiu o enterro do meu pai. E o salão fechou. Nessa ocasião eu conheci meu marido, eu abri o salão com o meu casamento e fui embora para Brasília.
Como que a senhora conheceu o marido? Ah, como que eu conheci? É
Eu fui comprar uma roupa que... Lá, quando morreu a minha irmã, meu pai comprou um metro só de tecido preto, que usava luto naquela ocasião. E mandou fazer roupa para nós todos preto. para minha irmã que já tava mais de dezoito , eu também já tava com dezessete, minha mãe toda de preto, ele com aquela coisa preta, quando ele tirava a camisa era aquela faixa preta, que naquela ocasião eu usava, né? Eu fui para aliviar o luto. Fui parq vinte e cinco de março com minhas duas amigas, que foram colegas nossas de escola. Amigas e colegas e vizinhas da rua Pará. Fomos, fui comprar um vestido, comprava pano para a costureira fazer, branco e preto, para aliviar o luto, foi quando eu conheci meu marido. Ele passou de carro, eu falei comigo, não é que eu estou toda de luta, deve ser minha amiga, ela era uma loira, me chamava atenção, era com ela o negócio, não era comigo. Que eu tava tristonha, toda de preto, foi comigo que não eram, duas amigas. E era comigo mesmo. Aí ele chegou, deu volta pela Rua Boa Vista, porque não tinha caminho para voltar, e chegou a parar o carro e falou comigo. Dá o seu telefone. Eu falei, olha, se for para coisa triste, se você... Ele era velho, mais velho que eu, ele tinha meio até cabelo branco. Falei, se for para tristeza, se você é homem casado, nem me liga. Porque eu eu saí da minha irmã morrendo, e ele tinha perdido a mãe naquela ocasião, porque ele estava de luto também. Estava com a faixa preta aqui. Ele, tudo bem. Falou, passou, passou. Não é que ele me liga depois de tarde. E como. É sinal que ele não era casado, né. É Era velho, mas não era casado. <laughs> E o que que ele falou para senhora quando ele ligou? Ah fica me ligou, falou que queria sair comigo. Eu repeti para ele que se ele fosse casado, que eu andava em tristeza. Aí ele me contou que a mãe tinha morrido. Tudo e ficou aquilo. Mas aí, nessa altura, eu tava fundando Brasília, ele era metido com a política. Lá foi ele foi ele embora para para para Brasília. Mas ele vinha e voltava, né? Mas a vida dele era muita, a vida dele já... A minha era boba demais para a vida dele. Que ele tinha um apartamento na avenida São João, que naquela ocasião recebia muito, jogava, fazia cassino na casa dele. Ele tomava conta do cassino do balneário aqui. Então, ele vivia naquele meio que, para mim, meu pai nunca ia aceitar. Você entendeu? E era funcionário público. Então, meu pai dizia, como ele era industrial, dizia que era da pátria. Então, era duas coisas, velho, jogava e funcionário público ainda. Então, não servia para a filha dele. Então, ele foi para Brasília e ficou um tempão lá. E eu conheci a família dele, que morreu um um um cunhado dele.
Morreu um familiar dele, a senhora chegou... Fui para o enterro tudo. Só para gente... Vamos lá, dona Ruth. A senhora chegou aí, então...
Fui para o enterro dele, era diretor do do Álvares Penteado de São Paulo. É cunhado, casado com a irmã dele mais velha. Era de família também, de nobre, lá da da Itália também, né? E
tinha contato ainda? Aí
eu fui com ele e eu cheguei de madrugada, que eu fui no velório. E fui depois no enterro. Cheguei tarde e a rua Itajubá não tinha saída. Então ele veio me trazer de carro, meu pai no portão esperando. Eu já tinha conhecido uma pessoa velha, um amigo nosso de família, e ele queria me namorar para casar, porque ele também era velho. Meu pai falou, não, eu vou mandar você para Araçatuba. Foi quando eu voltei para Araçatuba. Porque ele é velho não serve para você, você é muito menina para casar ainda. Sua irmã nem casou ainda. Me mandou para Fiquei um ano lá. E mandou buscar uma filha, uma uma sobrinha da da minha mãe, que estava solteirona, para casar com esse moço que era meu namorado. Se eu casasse com ele, ficava viúva outra vez, porque também ela ficou viúva. Aí fez o casamento. Nisso eu fiquei um ano lá. Aprendi a a costurar, a bordar, que eu já sabia. Um monte de coisa, até fazer o casamento dela com a Ela casou e eu voltei.
E aí, quando a senhora voltou? É
Aí passou os anos, con continuei a minha vida. Foi aí que eu conheci meu marido.
que conheceu nessa ocasião.
Nessa ocasião, é estava boa vista. Que era o segundo velho que eu ia casar. Então eu pensei, unir uma coisa com outra. Se meu marido, viu meu marido me trazendo, e a rua não tinha saída. Quando eu falei, meu pai está no portão, ele no mato. O meu pai entra e fala, sua filha vem com o velho no carro, entrando no mato. Pensando que eu ia namorar dentro do mato. E era tarde da noite, porque eu tinha ido no velório, né?

Então eu falei para ele, você vai embora? Porque meu pai não vai aceitar. Chegou, é uma briga. Outro velho, já já me deu trabalho, ainda arranja um velho, porque não sei o quê. Ele foi embora para Brasília, viu que não tinha chão para ele? E foi para Brasília. Ficou lá até a fundação de Brasília, que foi em sessenta e um que ele foi. Em sessenta e três eu casei. Aí um dia eu estava no ônibus na Avenida.
Foi um dia que. Mas ele chegou a conhecer o pai da senhora?
Só de vir no portão. Só no portão. Mas ele sabia, eu já falava para ele que meu pai era severo, era bravo, ele ele já sabia que comigo era só casamento, que ele não tinha chão. Então, ele tinha que desligar do mundo dele para chegar até a mim. Como ele não desligou um pouco de tempo, ele foi para Brasília com Juscelino, que era tudo da terra de Mineiro que ele era. Então, com aquela cambada toda político, e lá foi ele. Mas eu conheci o pai dele no velório, eu conheci. E ele ligava de vez em quando para mim, que eles queriam que eu casasse com uma moça de família. Não queria com as mulheres que ele vivia, né? Que ele levava uma vida mais independente, sozinho, né? E é, E um dia eu tomando o o ônibus com as minhas duas amigas, com quem eu conheci ele, ele entra em mundo sujo, porque ele trabalhava no Ministério das Comunicações. Era dos Telefone, luz e e e eletricidade era uma coisa só. É onde ele trabalhava em Brasília, em comunicações. O fax, essas coisas de de de coisa, foi tudo ele fez em Brasília. Foi Fundar, foi fazer serviço dele em Brasília, que era onde ele trabalhava no governo. Chegou todo sujo, porque ele não tinha o o canteiro de obra, então ele não andava limpo, porque tinha os operários dele e tudo. Aí, mas o um dia o pai dele ligou e falou, falou eu falei, como vai o senhor e o E o Nelson? O apelido dele era Nelson, que nessa ocasião, quando ele era solteiro, ainda solteiro, eu não conhecia. Ele tinha casa de automóvel. Ele chamava Antônio de Araújo Rossi, mas a casa era Nelson Automóvel, todo mundo chamava ele de Nelson, inclusive eu. Então, era uma o outra fase do serviço dele antes de ser funcionário. O pai dele falou, nós fomos em um casamento da parecida que o Antônio casou. Eu falei, pronto. Quando eu vi ele no ônibus, eu fingi que não vi. Porque eu falei, está casado, o que eu vou fazer com esse homem casado? Meu pai já tinha morrido. E ele sabia que, ele sabia toda a minha vida. Que eu namorava um alemão, que que que eu saía com ele, que ele era alto, que chamava atenção. Ele sabia da morte do meu pai. E ele estava voltando para o apartamento dele na São João, quando ele ele falou para mim. Eu falei, onde você vai? Ele perguntou para mim. Eu falei, eu vou na casa tomar lanche na casa das minhas amigas. Não, você não vai. Você vai ficar comigo? Depois eu levo você para casa. Aí minhas amigas falaram, me cutucou e falou, vai, vai, vai. Então eu fui. Aí eu cheguei lá e perguntei para ele, se você está casado, não adianta começar tudo de novo, que eu não quero saber. Ele falou, mas eu não casei em coisa nenhuma e mostrou os os os os os os documentos dele e tudo, mas eu não estou casado. Falei, mas seu pai falou para mim. E eu fui embora, cheguei na minha casa, já estávamos morando no apartamento. Eu falei para os meus irmãos, meu minha mãe já estava viúva. Eu falei, escuta, o o o velho vem amanhã falar com vocês. Ele falou para mim, amanhã eu vou conversar com os seus irmãos. Criou força, porque meu pai já tinha morrido, né? Ou ele já estava com a vida estacionada, já livre da dos embaraços da vida dele. E dito e feito. Ele tocou a campainha, entrou na minha casa e fa pediu o em casamento meus irmãos. Só que eu vou voltar para Brasília, porque eu tenho que arrumar apartamento para nós. Naquele tempo tinha que arrumar apartamento e tudo. Depois eu venho em casar. Só venho no dia do casamento. E demorou para chegar, porque veio a trempe toda de Brasília. E demorou, o avião atrasou. Meus irmãos diziam, o velho não vem. Você vai ficar aí, eu e o meu coração batendo. Fui, vem, porque ele vem, porque vem. E veio. Tremendo, mas veio. Tremia na igreja, assim, acho que medo, quando o padre falou. Tem algum, alguém, que é o quê? Acho que a mão dele balançava, que ele estava com medo que alguém viesse fazer, porque a vida dele era toda atrapalhada, né?
E onde que foi o casamento?
Foi na na igreja do Brigadeiros Antônio, na Imaculada Conceição. Minha casa era aqui, o apartamento era aqui, mas tinha que dar volta, porque era contramão, a rua ali, da Cicinato Braga, e a igreja era na frente. E o vestido, como que foi isso? Ai, foi lindo, Zé Leão, todo, foi lindo, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Como que era o vestido? Era, ele era... Tem aí a fotografia do vestido da... Depois ela vai mostrar.
É, não trouxe, foi na minha casa. A senhora lembra como que era?
Lembro. Eu era gordinha, como eu sou até hoje, né? Era meia gordinha. E era todo de de de babadinho, tudo de... Como é que chama? Como é que chama aquelas coisas que tem, aquelas coisinhas de... Era Era cetim branco, com dourado ali, e segura a franja. Todo de franja. Era moderno naquela ocasião, da franja da Leão Fabril, que era a loja mais chique de São Paulo, né? Era todo de franja. Era lindo o vestido. Só de véu entrava em uma ponta da Brigadeiro Santos, só de véu acho que Meu, minha mãe caçando os meus irmãos, que na ocasião tomavam conta da serraria, da da fábrica de tacos. Já era, não era mais serraria, já era tacos de chão. Até em Santos, o o Foro de Santos, é meu pai que ganhou a concorrência no Foro de Santos. É toda madeira da da da fábrica dele. Era tão grande que saía da porta da brigadeira o véu. Que eu fiz o véu para minhas filhas quando nasceram do do... Que eu morei em Brasília, né? E lá tinha muito pernilongo, essas coisas, comecinho de Brasília. Eu fiz do meu véu dois cortinados. Para elas. Tão grande que era o meu véu de casamento.
E, assim, do casamento a senhora já foi direto para Brasília? Como que foi isso?
Foi, mas foi surpresa. Ele não avisou ninguém para os meus irmãos que ia me levar embora, viu? Foi surpreso na nos últimos dias que ele falou para mim. Eu vou para Brasília, já já comprei, pus apartamento, nós vamos morar lá. Minha mãe já estava viúva, mas ela não me impediu nem nada, porque todo mundo gostava dele. Ele era um glenteman de beijar a mão, no prédio as senhoras gostavam. Sabe esses homens todos cheios de gentileza, de abrir porta, de coisa, né? Um homem vivido, né? Uma boba que nem eu, que eu era uma boboca, viu?
Então essa, é, fo foram poucos dias depois do casamento e já estava
Foi três meses eu casei, foi tempo de fazer os programas e tudo. Também ele não tinha mais que casar mais, já estava com quarenta e quatro anos ainda.
E como que foi a chegada em Brasília?
Foi. Foi no tempo da da coisa que eu não podia nem usar roupa vermelha. Em meu enxoval eu fiz um vestido cetim, como eu estou usando agora, vermelho, que eu nunca, nunca pude usar ele. Por causa do da da ditadura, você não podia usar vermelho. E a gente frequentava o as coisas de Brasília com ele. Eu fiquei dois anos sem filho. Nunca Eu pensei que eu não, os médicos falavam para mim que eu nunca tive menstruação, que eu nunca ia ter filho. E eles falavam para mim, já que você casou com velho, põe a culpa nele. Você entendeu? Quando acaba era de mim mesmo. E aí, em dois anos, eu passei frequentando as coisas. Nunca pude pôr aquele vestido, que era o tempo da ditadura. Eu peguei Jânio Quadros, o finalzinho do do da ditadura, que foi o o Métis, né? Métis, foi. Você
ah você pegou toda a ditadura? Toda
pedaço da ditadura, que eu não podia usar vermelho. Nas reunião, eu não podia pôr nada de vermelho. Peguei o o Jango Goulart, um pouquinho no final dele. Jânio Quadros. Qual é o outro que eu não me lembro? a senhora viveu toda
Juscelino. Quantos anos que a senhora viveu em Brasília?
Oito anos. Oito Sete a oito anos. Foi. Que eu vim no meio do ano. Graças a Deus.
E como que era a casa da senhora lá em
Era apartamento. Era o único apartamento em condomínio. Lá era i á pê tec , i á pê cê. Ele nunca ia me levar nesses apartamentos assim, que eu saí da da Brigadeiros Antônio, da Avenida Paulista, para ir no apartamento i á pê tec, i á pê cê, i á pê cê, que era coisa tudo de funcionário, né? Era o único de Paulo tinha construído. Não era muito grande, era de dois dormitórios e tudo, mas para nós estava bom, né? Meu piano entrou, que eu trouxe meu piano, entrou lá dentro, porque era bem grande.
E assim, era muito diferente? A senhora estranhou a
Não tinha ainda no meu, era só meu prédio. E do lado era o, era o terreno do príncipe que o que o governo doou. Ficou muito tempo mato, que era o pê, o nunca puderam construir, porque o príncipe só tinha nó, mas não tinha dinheiro para construir. Quem doou para quem? Do príncipe O o governou doou era o Lá do do lá do meu apartamento era o apartamento terreno do príncipe, doado pelo governo. Era o único prédio que tinha e ainda estava construindo. Então, eu peguei construção. A loba, que é o símbolo do zoológico de Brasília, foi achada na minha quadra. Enterrei uma empregada lá, que essa empregada, ela gostava muito de sair à noite. E ela veio co de madrugada. Tocou a campainha. Seu Rossi, dona Ruth, tem um cachorrão atrás de mim. Eu falei, você está de chegar de noite. Da próxima vez, você não vai assustar a gente. Você vai dormir no capacho.

Ela falou assim, é um cachorro. Era a loba do... que estava atrás dela, que é o símbolo do zoológico de Brasília. Nossa, então na época tinha ainda esses... É, o meu era o era o único apartamento em condomínio, o resto era tudo, estava em construção ainda, que era o terreno que o Paulo de Tarso que estava construindo em São Paulo, esse engenheiro de São Paulo. Era um mato só, eu de luva, sapato, bolsa, toda chique, e passava na colônia dos empregados ali da construções, para ir no cabeleireiro, porque lá era, cabeleireiro era tudo em uma quadra, mas minha quadra não estava ainda formada, que era a quadra, as outras já estavam, as outras quadras. Lá tinha escola, ninguém ia em escola de longe, que era dali, como é Brasília hoje. Mas a minha estava em construção ainda. Hoje é o mais chique da de lá, que eu fui para lá ver, com a Tetê. Fomos lá para ver. Fui no meu apartamento, já era... Era... A minha vizinha era... Caiu, não. Minha vizinha era sogra do ex-governadores, que roubou muito lá. Lá em Brasília.
E assim, como que era o dia a dia da senhora nesse apartamento? Por que o Em Brasília? É ele, o seu marido continuava trabalhando, trabalhando. E a senhora fazia o que durante o dia?
Ficava com a minha empregada. Ela folheando a vida, contando a vida dela, que ela veio do Ceará, casada. O marido abandonou, ela veio para o Distrito Federal atrás do marido. Mas era Rio de Janeiro ainda, ela veio parar em Brasília. Então, ela toda descontrolada. Namorava Deus e todo mundo, tadinha, para para esquecer aquela mágoa dela. Inclusive, o filho dela, que ela teve na minha casa, era do do empregado, do mordomo, do cônsul da Alemanha, que morava no outro bloco ali. Então, eu estava dando lição de moral para ela toda hora, ela não dizia. Falava, escuta, eu estou casada há quase dois anos, não tenho filho, e você... Ela, se eu encostava, eu pego filho. E, dito e feito, ela falou, quando ela... Eu enterrei ela lá, tem o túmulo dela. Ela ela teve nenê, teve o filho. Aí eu falei, você vai levar... Ela filha única de um de um pescador no Ceará. Eu falei, você vai escrever para o seu pai dizendo que você tem um filho, que nós vamos mandar ele para lá. O Rossi arrumou o avião, tudo para mandar ele. Você quer que manda seu filho para lá? Aí eu escrevi para o pai dele, ele aceitou. Ela filha única e único neto. Hoje estaria com a idade da Tetê, dois anos a mais que ela. Se eu tivesse pegado. Eu quis criar ele, minha mãe não deixou. Porque eu falei, o médico disse que eu não vou ter filho, eu vou criar o filho dela. Ela faleceu, parece que brincadeira, ela dizia para mim, a senhora vai ter filho, a senhora vai ter Eu falei, você está tendo filho, a torta direita, e eu eu que sou casada, não tenho filho. A senhora vai ter filho mesmo. E dito e feito. Ela morreu, ela já estava grávida de outro, já tinha mandado o filho para o pai, o pai aceitou, mandou, eu falei, Mandei o menino para lá, tudo direitinho. Ela voltou rápido. Eu falei, mas por que? Eu vim para São Paulo porque eu montei minha Já que eu não ia ter filho, eu peguei no no outro quarto, eu falei para ela. Vem que eu vendia perfume importado, que eu viajava muito com ele para lá e para cá, não tinha filho, né? Ele gostava de viajar. Eu ia para o Paraguai, ia para lá, fiz, montei a minha vida sem filho. Eu organizei minha vida sem filho. Dois anos. Montei minha boutique em um outro quarto, ia viajava muito, tudo. E em uma dessas viagens, ela foi levar um menino e eu fui para São Paulo fazer compra. Quando daqui a pouco ela me liga, três, quatro dias depois, eu estou voltando. Eu falei, mas o que que aconteceu? Não, depois eu conto para a senhora. Acho que ela começou assim. Estava grávida de outro. Não me falou, porque senão ela ia levar bronca, né? Foi levando um e já estava grávida de outro. E nessa viagem de, era de de... desses desses ônibus, de... como é que chamava? Que levava ca ca ca cachorro, gato, passarinho. Que não tinha essas... nem avião não tinha nessa ocasião. Eu acho que chacoalho da viagem não fez bem para ela. Eu não sabia que ela estava grávida. Ela chegou e falou para mim. Eu vim porque eu estou grávida e não queria que meu pai soubesse. Eu estou levando um e já estava grávida de outro. Muito bem. Ficou, eu falei A senhora não vai me mandar embora? Eu falei, não vou mandar embora, mas agora chega de filho. Nós vamos ver esse e se vai dar. e estava em pão para a padaria, comprar pão para mim de manhã, que ela levantava. Já era, já era Tinha bem longe a padaria, então ela ia toda manhã, eu já deixava dinheiro para ela, ela comprava o pão. Nesse dia ela não voltou mais. Eram onze horas, eu liguei para o meu marido. A Francisca não voltou. O que será que aconteceu com ela? Será que ela fugiu, me deixou alguma coisa? Daqui a pouco liga do hospital distrital. O médico que que eu eu atendia, meu meu médico de Brasília, Ele que atendeu ela, estava de plantão. Ele perguntou para ela quem, com quem ela estava trabalhando. Ela falou que era com o seu Rocha, a Dona Ruth. Ele liga para mim. A sua empregada está aqui passando muito mal. Eu senti uma tontura. Quase que eu desmaiei. Eu já estava grávida de seis meses e não sabia. Seis meses esperando a Tetê e não sabia. Porque todo mundo dizia que eu não ia ter filho. Eu senti uma coisa diferente. Ia para o médico, fazia Antigamente fazia o teste com um coelho. dava negativo e dizia que era gases. Eu já estava de seis meses e não sabia. Quando ela morreu, que eu levei aquele choque, eu senti tontura, fui para um médico, fiz o exame e estava grávida de seis meses da Tetê Aí eu liguei para a minha mãe e fizemos o enterro. Eu nem fui, porque eu estava tão passada, já sabendo que eu estava ruim. E ela morreu, faleceu. As freiras, a a o último namorado dela era empregado do do das freiras. Lá fizeram, usava fazer aquelas freiras, fizeram aquela roupa preta para ela. Meu marido fez o enterro dela, como se fosse da nossa família. Nunca mais eu soube desse menino. E com o tempo eu perdi, com a minha mudança para Santos, tudo, perdi o endereço dela. Às vezes eu lembro que ele podia ter hoje um um filho meu mais velho. Ou estaria hoje morando comigo, né? Já pensou.
Mas como é que foi essa gravidez com a senhora daí?
A minha? É A minha foi tão pouca. foi só. Aí liguei para a minha mãe. Mãe, eu estou grávida. Não acredito que o meu marido era mineiro. A mãe, irmã dele alu, eh, adotou três, quatro filhos mineiro. tinha mania de falar, minha filha adotou filho. Lá veio a minha mãe de avião, que tem as foto fotografia dela. Vim ver se eu estava grávida mesmo. Ficou comigo mais seis, sete, três meses comigo. E mais meses porque a Tetê nasceu pequenininha, miudinha. Ela falou assim, nunca eu tinha um neto. Meu irmão já tinha casado. Um neto tão pequeno era a Tetê. Mas chorou, vingou, não precisou ficar nada de lá. Acho que minhas coisas estavam voltando ao normal, alguma coisa que estava virada aqui dentro de mim, porque eu estava grávida, minha filha. Até hoje nunca tive menstruação e fiquei grávida.
Aí a senhora teve então a sua filha. Só para registrar o o nome da filha.

Essa, essa menininha nasceu, então, em Brasília?
Em Brasília, no Dombosco, um hospital desse tamanhico. Quem disse, vamos para São Paulo? Falei, São Paulo? Mataram a minha irmã. Então, aquele trauma ficou em mim. Talvez esse trauma de dois anos fosse da morte da minha irmã. Você entendeu? Que o médico viajou, deixou ela na mão de enfermeira. E toda hora fazendo toque, toque, ela teve infecção e morreu. Então eu falei, não, São Paulo eu não vou, porque matou minha irmã em plena beneficência portuguesa. Eu fico aqui no hospital desse tamanhico, que você sabe lá o que é Brasília, desse tamanho. Na mão do doutor Lacombe, que eu trouxe fotografia até dele. Tive a Tetê, num hospital pequenininho, feliz, pequenininha, mas com saúde, chorona.
ela. É, e como é que foi? O que que mudou na sua vida depois Como é que foi seu dia a dia

Do meu marido foi a maior felicidade do mundo, que o sonho da vida dele era ter um filho. Uhum. Ele estava já com com e seis. Quarenta quase quarenta e seis anos. Então o sonho dele era ter filho. Imagina você vendo naquela época, né? Quando a Tetê fez a minha filha mais velha, Tereza, fez um ano, eu já estava grávida do da outra e não sabia também, já estava de três meses. Já estava barriguda assim, nunca pensante de nada, nada, nada, nada. Se eu sempre perguntar qual é a dor de parto, eu não sei. Eu sou uma mulher feliz, até neste ponto de vista.
Teve pouca diferença, então, de uma O tempo de ter. Hm
Que eu tive a outra aí, eu falei, minha perna começou a estourar. arrebentou, porque Brasília já é uma terra seca. Tudo artificial lá, até o lago e tudo. Eu nunca me dei muito bem lá. E sempre estava indo para lá, para cá, mas depois com o filho era só Brasília. Então, no segundo filho arrebentou minhas pernas todas, que tive até trombose da segunda filha. Qual o nome? Porque você vê que eu estou de meia de variz, né? Eu tive trombose há pouco tempo, outra vez.
Qual o nome da segunda filha?

E e, assim, esses nomes que a a senhora... Como que a senhora escolheu esses nomes?
Esses escolheu? Porque no circo do o da... Começou a televisão, o circo do Pica-Pau Amarelo, a a a Tatiana Belin, que era a a a escritora de Monteiro Lobato, né? No tempo da da televisão. eu escolhi Tatiana. Era a única Tatiana de Brasília. Hoje tem milhares de Tatiana, né?
E o nome Tereza?
Tereza da minha irmã, que era Raquel Tereza. Para não dar Raquel, para não me chocar, eu fico Tereza Cristina.
Está certo. E E aí, então, a senhora teve dois filhos? Duas meninas.
Duas meninas. Aí, meu marido operou, porque ele já tava velho demais, e falou, filho, não quero mais. Já se contentou com duas mulheres, já gostava de mulher, mais duas filhas. <laughs> Ficou as duas. Aí, eu não tive mais filho.
E aí, como como, a senhora a senhora viveu em Brasília, cuidando dos filhos lá.
Quando era as duas, é. Aí fiquei sete anos. Sete para oito anos, que eu vim no meio do ano. Vim embora para São Paulo. Aí a Tetê pegou o micróbio de... a Tereza, mais velha. Eu punha no solzinho de Brasília. Tinha muita pompa, que o Jânio Quadros fez um pombal em Brasília. E as pombas do meu prédio invadiam. Todo dia o empregado pegava o esguicho, vinha lá um esguicho de de de quantos metros para pôr, que era tudo planejado, Brasília, terraço, em todos os prédios. As pombas faziam todo o cocô ali. E eu punha ela depois do banho para tomar solzinho, deitadinha ali, porque não dava para eu sair na rua, não tinha calçada para eu passear com ela. Eu passeava com o carrinho, dentro do prédio só. Então não dava muito para ela onde era a garagem. Porque em Brasília não tinha calçada para eu passear. Era tudo terra e mato. E eu então punha elas de de de flaudinha tomando sol. A pomba deixou o micróbio dela. Eu vim embora por causa dela. Ela ia morrer em Brasília. A pomba deixa ter um micróbiozinho na coisa. Aí ela ficou deformada, cabeça grande, fazia exame, teste do que fazia mal para ela. Nada fazia. Vinha para São Paulo, a menina melhorava. Aí meu meu marido pediu a transferência dele. Bahia, Santos, Ribeirão Preto. E eu escolhi Santos para ficar perto da minha mãe. já estava. Porque eu gastava uma fortuna de telefone para falar com ela. Toda hora ela falando comigo, eu falando com ela. Falei, então vou escolher Santos que é pertinho. Aí vim para Santos. Foi quando eu vim para cá. Tetê estava com sete a oito anos. Tatiana pequenininha, menos até. A Tatiana mais pequenininha. Vieram mesmo pequenininhas para para Santos comigo.
E a senhora já conhecia Santos?
Santos já conhecia, de vir fazer temporada que todo ano meu pai alugava a casa em Santos, quando eu ia para Lindóia, ele alugava a casa em Santos. Então a gente conhecia. Tanto é que quando minha irmã casou, ela casou o marido dela, voltando atrás, porque eu falei de vir para Santos, já conhecia. O Ela achou que minha minha irmã não estava morando bem. Ele era era contador da Nestlé, a Nestlé era desse tamainho. Ela achava que ele era, era inferior a nós. Então, ela quis casar. Então, ele fez o casamento, não implicou. Ela trabalhava com ele. Ela fazia falta para ele e tudo. E ele pensou, vou alugar uma casa grande, que ele gostava de Santos. Vou alugar uma casa grande. Ela vem morar lá. E na temporada, quando eu tiver vontade, a gente vai para lá. Não deu tempo. Ela sabia que o pai, que meu pai ia fazer isso para ajudar ela para sair de onde ela morava e morar melhor em Santos, numa casa bacana, que a gente podia vir também. Que a gente era muito unida. Ele queria ver os filhos perto dele. Entendeu? Então, ela não chegou a vir. Ela foi para o Araçá. Isso fazendo uma pausa. Aí vim para Santos. Já conhecia, se perguntou se eu já conhecia, já, porque ele vinha muito para cá.
Mas a casa ou era apartamento?
Era apartamento. Aí fiquei procurando apartamento. O governo pegou a finca para a minha mudança e eu fiquei procurando apartamento. Ficou quase seis meses minha mudança na finque O governo pagando, porque pagava tudo. Minha casa também, nós vendemos o apartamento. Não era vendido.

Como a gente recebeu o décimo terceiro lá, não sei como é que chamava aquilo lá. Quem fosse para Brasília recebia um décimo terceiro. Então a gente vendeu a ação só, mas a propriedade ficou. E com esse nós compramos o nosso apartamento. E eu tinha recebido a herança do meu pai, que era um apartamento de Santos, onde eu ia com as meninas. Eu tinha um apartamento que era a herança do meu pai, que foi dividido. Um apartamento para mim em Santos, porque eu morava em Brasília, para minha irmã ficou em São Paulo e para mim ficou em Santos, a herança do meu pai. Aí eu vendi. O dinheiro que eu trouxe de Brasília e o meu, eu vendi e fiquei com o meu. Comprei o meu, mas demorou, viu? Demorou porque meu marido queria casa. A casa tudo era aquelas casas antigas de Santos, alta, que tinha... Se eu olhava para cima, havia fio para tudo quanto é lado. Eu não queria casa. Eu queria apartamento. E teve sorte que eu peguei esse apartamento. Minha rua não tinha nada. Eu falei para o corretor que eu queria uma rua tranquila. Que era trabúrcio ali. Só tinha o meu, não tinha pão de açúcar, não tinha nada. Hoje é uma zona. Tem tudo da rua, né? Aí era, era residencial. Não tinha nada. Eu vim para lá.
um pouco mais assim, o que a senhora... O que a senhora viu de mudança, é...? Quais as mudanças que foram acontecendo nessa rua, que a senhora observou?
Ah, é uma delícia. Quando eu cheguei para Santos, adorei viu Tava perto da minha família, das minhas irmãs
Então não tinha, assim, a rua, a rua era asfaltada?
Era calçada, não tinha a parte da frente, que é o Pão de Açúcar, que era o nosso apartamento. Era o meu apartamento e um pouco da nossa, do meu lado, que era do Trabuzzo. Por isso que a rua tem o nome, era da Dona Maria Trabuzzo de São Paulo. Então ela construiu aquele prédio que foi construído. O meu era o único prédio grandão que tinha lá. O resto tudo era mato. Depois veio o Pão de Açúcar, construíram o apartamento que hoje ela conheceu o marido dela. Ele tinha um apartamento temporada lá na frente.
E era grande esse apartamento?
O meu é grande. É até hoje o meu. É grande. É grande e eu pequena lá dentro. <laughs>
E assim, quando a senhora mudou para Santos, mudou bastante a rotina?
Aí mudou. Eu tinha que pôr minhas filhas na escola, porque elas não podiam... eram pequenas. Aí foi dureza, viu? Arranjar uma escola boa para elas. E como a minha vizinha, que morava do lado, era diretora do... Era... era, Meu marido conhecia ela como política, ele trabalhava no Correio já. Trabalhava no Correio e ela conhecia toda essa gente. Eu trouxe a apresentação de Brasília, onde ela falou, olha... escola é boa, do Ministério da Educação ela trabalhava. A escola boa daqui para pôr as meninas é na... na, o Félia foi... como é que chamava o colégio? Da dona Terezinha. Que era na Januária dos Santos, ali pertinho. Ela que indicou a escola para nós. Aí pus as duas lá. Porque elas estavam... eu vim de Brasília, eu não conhecia ninguém. Elas tinham que ter uma escola para ter amizade e tudo. Foi quando elas foram pequenininhas na escola. Uniformezinho era a coisa mais linda. Todo xadrezinho. Essa eu chorava para entrar. A outra ficava. Panhou muito, viu? Falei, olha, vou dar na frente de todo mundo e você, se você não fizer, não queria me largar. A outra, mais nova, entrava e ela ficava, daqui a pouco as duas não queriam ir. Deu trabalho. E hoje é uma, uma estudiosa de marca, viu?
E as meninas estudavam de manhã ou à tarde?
À tarde.

E, assim, a senhora acompanhava o que elas faziam na escola?
Ah, tudo. Tudo. Era estudar. Minha irmã caçoava de mim. Você é louca ficar ai estudando com as meninas? Eu ficava ali. Era sagrado, minha filha. Eu queria fazer delas gente mesmo. E consegui.
E, assim, só, só, só para voltar um pouquinho, a gente já volta para Santos.

É que a senhora falou que lá a senhora chegou a ter uma boutique.
Tinha, porque eu tinha em Brasília, e eu quis para lá, para cá também. Mas aí eu pus elas na escola, comecei a pensar que eu queria também ter uma botiqueria outra vez. Eu tinha espaço, que eu tinha três dormitórios, tinha o quarto da empregada, grande o meu quarto. Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu queria licionar piano. Ninguém tem piano em Santos, naquela ocasião. Em Brasília também, ninguém tinha piano. Eu queria licionar também. Porque eu licionava piano, eu senti falta, você entendeu? E ninguém tinha piano, eu tinha que emprestar, meu piano é caríssimo, é o único, é um dos cinco pianos alemão, esteve sons. Ele dá para fazer até de causa. Eu não queria que ninguém tocasse no meu piano, você entendeu? Eu tinha que dar aula de tudo, mas eu não ia ter paciência de vir aluno entrando na minha casa sem estudar, todo dia estudando em mim. Então eu não pude licionar. Em Santos, mesma coisa. Então, eu falei, licionar, não é comigo mais. Aí, comecei a botar as meninas maiores, já ensinei para elas, depois botei professora. Aí, montei minha boutique. Tinha que fazer alguma coisa.
E como que era essa boutique?
Eu comecei a trabalhar no consulado argentino. Mas, meu marido, acho que era ciúme, não sei. Eu falo perguntar para as meninas, se ele tinha ciúme, e ela disse que não.
Mas, peraí, começou a trabalhar quando estava morando em Santos? Em Santos.
Eu tinha que fazer, antes de ir para o botique, eu tinha que fazer alguma coisa. Minhas filhas não escola. Eu levava de manhã à tarde. Q tarde De manhã, o que eu ia fazer? Minha mãe veio ficar uma temporada comigo. Falei, mãe, é a hora da senhora ficar aqui comigo? Porque minha irmã tava, vendeu a casa dela, que era do aeroporto, era barulho de avião, essas coisas, e estava construindo uma casa para ela. Então, minha mãe não podia ficar mais com a... Ela veio ficar comigo. Falei, é a hora de eu começar a trabalhar. Fui trabalhar no consulado argentino.
O correio. Mas como foi isso? A senhora. Como que foi essa ideia de ir até o consulado
A minha cunhada, a tia dela aqui em Santos, trabalhava no consulado argentino. E estavam precisando de uma pessoa. Ela falou, A Ruth quer trabalhar lá, vai trabalhar lá. E lá fui eu. O meu trabalho lá era pegar o telefone para falar o dólar, a valorização do dólar do dia. Era isso que eu fazia lá. A cotação do dólar. E atendia as coisas lá. Mas meu marido, o Correio era lá perto, na praça. Eu ia com o carro, que eu já aprendia a dirigir. Eu deixava na vaga dele no Correio. Mas ele não se conformava de eu ir. Então ficava... O cônsul morava perto de mim e ele vinha me trazer. Ele não se conformava. Acho que ele pensava que eu estava namorando o cônsul, mas ele era velho. Mas como ele era velho também, ele pensou, vai e vê que era. Então eu ia todo dia me buscar. Às vezes eu estava no expediente e ele aparecia lá. Então eu falei, sabe de uma coisa, mãe? Eu vou deixar aí tudo e vou ficar dentro de casa. E foi que eu larguei. Falei, agora vou montar minha boutique e acabou. Peguei minhas joias, taquei na caixa econômica, não quero nem o dinheiro dele. Taquei minhas joias na caixa econômica tudinho e fui fazer compra e montar minha boutique dentro da minha casa. Que eu era independente, não podia depender de ninguém. Eu queria fazer alguma coisa. Queria lecionar que eu sabia fazer e não pude fazer. Nem lá, nem aqui. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Fui trabalhar, não deu certo. Falei, mãe, eu vou tacar minhas joias lá, vou fazer dinheiro e vou viajar. E deu certo. Minha aposentadoria do ene pê esse é da minha botiquizinha. Trazia coisa do Paraguai, viajava, ia para Petrópolis, que meu irmão morava no Rio, punha a disposição motorista dele para mim, que ele trabalhava na Blindex no Rio. Então, eu tinha facilidade de fazer alguma coisa, você entendeu? Tinha que me ajudasse a fazer. Foi que eu me aposentei. Minha aposentadoria eu recebo do meu marido, imorto, e recebo a minha. Então, eu queria fazer alguma coisa. Não era mulher de ficar parada, você entendeu?
E como que era a boutique?
Era uma delícia. Vendia cachimiri, que naquela época era cachimiri. Eu vendia em Brasília também. Eu já tinha em Brasília que todo mundo... Vendia joia também. E eu ia eu dava aula de piano em São Paulo, que eu tinha deixado. E meu aluno era da companhia de aviação, era libanesa, que fazia aquela trajeto de Brasília. Eu comprava joias, porque essas pulseiras são do Líbano, anel que eu tenho de perna. Então, eu comprava, vendia essas coisas. Fiz dinheiro, comprei meu carro, eu mesma. As minhas coisas, tudo que eu que fiz. E é isso, minha vida.
Mas, aliás, a senhora começou a dirigir, a senhora não contou isso. Como é que foi isso?
A dirigir? E solteira. Quando eu fazia dezoito anos, a gente dirigia. Eu queria fazer surpresa para o meu pai. Ele dizia para minha mãe, morávamos no décimo quinto andar, na, na, na, na, na Brigadeiros Antônio. Meu pai dizia, olha, vem um homem de Fusca buscar sua filha todo dia. Eu tava aprendendo a dirigir, porque ele já tinha tido enfarte, e ele não podia mais dirigir, ia para fábrica só de vez em quando examinar, e ficava à tarde em casa. E ele ficava, quando o filho saía, ele já olhava na janela para ver onde que ia, e quem era que saía. Então eu falou, Sua filha vem todo dia um homem buscar ela num fusca , não dava para ver que era autoescola, décimo quinto andar, não dava para ver mesmo. E eu queria fazer surpresa que ele não tava dirigindo mais. Minha irmã que dirigia até o caminhão da fábrica já tinha morrido. Eu falei, vou fazer surpresa pro meu pai, vou aprender a dirigir. No dia que marcaram meu exame e tava saindo, meu pai tinha morrido. Não chegou nem a ver minha carta de motorista.

Não viu um neto. Em relação ao boutique, como que eram essas compras para o boutique? A senhora ia sozinha comprar?
Não, com o meu marido. Ele era o meu companheiro de coisa. Eu não sabia quanto custava um pão. Ele fazia tudo para mim, para essas meninas também.
E as freguesas? Como que era a relação da senhora com as freguesas?
A minha freguesa foi aparecendo de uma falando para outra, vendia muito maiô, muita coisa, coisa que vendia. Tinha bastante freguesa, viu? Com meu comprei um carro naquela ocasião, né?
E a senhoras tinha paciência? Nunca chegou a acontecer nenhum problema com nenhuma freguesa?
O problema era com meu marido, que ele falava rutinha toda hora, me chamava, eu estava com as minhas freguesas, não sabia se atendia a ele ou se atendia a minha. Foi um sacrifício, viu? Mas eu ali, viu?

Fazia lição com as minhas filhas, fazia comida, desligava a panela, atendia umas freguesas que não tinha nada o que fazer, que tinha cozinheira, que vinha de manhã, que era dureza, eu mandava só vim de tarde, mas vinha de manhã. Então foi dureza, viu? Sabe que é fazer tudo de uma vez só? E eu queria fazer. E consegue quando a gente quer, consegue.
Deu tudo certo. E a boutique, então, funcionou durante quanto tempo? Olha... E tinha um nome, a boutique?
Tinha. Tem umas cartão até... Eu fiz tanto cartão que tem... É Ruth Novidados. E o nome da minha rua... O meu telefone era três três
Era fácil de guardar. <laughs> Então, funcionou. Quanto tempo que funcionou a botiquinha?
Olha, bastante tempo, sim. Deixa eu ver. Depois eu me aposentei por idade. Olha, bastante com sessenta anos. Quando eu fiz sessenta anos, me aposentei do ene pê esse Por idade, minhas me dizia, mãe, paga mais dois anos, mãe Eu falei, ele começou a ficar doente. Não tinha convênio de saúde, porque ele era funcionário federal. E tinha aquele maravilhoso hospital em São Paulo. Então, nunca ele quis fazer um convênio. Estava de greve quando ele morreu em mil novecentos e noventa, num apuro desgramado. Eu falei, eu vou me aposentar do ene pê esse, já estou com sessenta anos, e vou comprar um convênio de saúde dentro do hospital em São Paulo. Que meu convênio foi o que eu comprei dentro do hospital, porque ele estava sem nada, foi o maior sacrifício da minha vida. Você sabe, sem convênio hoje. E o ene pê esse de greve daquela ocasião, aquela greve bárbara do ene pê esse E ele morre naquela ocasião do Color Pegou dinheiro só podia tirar mil e quinhentos de cada banco. Ele morto, fazer enterro. O governo pagou, mas demorou meses e meses para pagar. Foi um sacrifício danado. Mas eu pensei que não fosse vencer na vida e estou aqui morando sozinha no mesmo apartamento, viajando, passeando.

Mas ele ficou doente, e o que que aconteceu?
Câncer. Tanto é que minha pensão, eu recebo a pensão integral pela doença dele. Cinco meses e ele me morre. Operamos, pensando que ele ia viver cinco anos, ele morre em cinco meses. Tetê já estava casada. Minha filha já estava casada.
Ah Ah
A Tatiana não, solteira. Foi ela que acompanhou o pai. Quando nasceu o primeiro, o filho dela. Foi o único neto que ele segurou no colo e não aguentava nem segurar o filho dela. Ela morava em Mogi.
Depois que ele faleceu, a senhora tocou ainda um tempo a botique?
Não, aí eu acabei com tudo, porque ele me acompanhava com tudo, né? Aí a senhora parou. Acompanhava, aí eu peguei e acabei a minha botique.
Aí a senhora colocou aqui, viaja, como que é isso para senhora? Essas viagens, que viagens são essas?
Para fazer compra? É. Afinal, de semana que eu ia com ônibus da agência lá da Abenadinho de Campos, já ia todos, era, não era, não tinha esse, coisa desses camelô viajar, era tudo chique, os ônibus, e aí tinha até lugar para jogar baralho de noite, era uma delícia, minha filha, era uma diversão, viu? E ele indo comigo também.
E assim, e hoje em dia, como que é a vida da senhora? O meu dia? É. Como que é o dia da senhora?
É o dia de uma aposentada que não faz mais nada. Uma vida tranquila, viu? Sou uma mulher feliz.
E a senhora gosta de passear?

É, eu passeio mais com as minhas filhas. Viajo muito com a Tetê. Já viajei de navio duas, três vezes. Fui com a minha irmã dessa que faleceu. Passeio bastante. Mas não sou, assim, vontade de sair, não. Porque eu, ele gostava muito de sair. E eu não gostava de sair, porque às vezes eu começava a fazer minhas coisas de casa, nunca tinha tempo de nada. Hoje eu sinto remorso, viu? Porque hoje eu quero pôr o meu carro há cinco horas na garagem, tenho vontade de sair de noite. E não tem com quem sair. Então, cinco horas eu tô na minha casa, saio de manhã, vou pra banco, faço minhas compras, faço minhas coisas. Mas cinco horas eu ponho meu carro na garagem, porque minha garagem é prédio antigo. Não é coletiva, não é minha. Então, o meu carro é grande, tem três box que cabem no meu carro. Então, às cinco horas eu estou lá para não fazer brigar lá dentro. Porque quando eu fui para lá, só tinha um fusca. Era o único fusca da garagem. Hoje o meu carro é grande e não tem lugar para o meu. Só três garagens. Então, eu chego às cinco horas e fico na minha casa. Fico vendo televisão. E não abro nem meu piano, que hoje eu me arrependo. Antes, eu punha a culpa nos filhos, no marido não abria o piano e não podia licionar Hoje, que eu tenho a vida minha, não abro o meu piano. De vez em quando, eu estou triste. Quando eu estou triste, eu fico tocando. Mas eu fico cansada, me dá dor nas costas, fico enjoada. Toda hora da minha novela, então eu fico escrava da televisão.
É dessa fase mãe? Eu que, na verdade, vou fazer uma perguntinha para senhora, faz, faz se a senhora não se incomodar. Pois é, você não fez pergunta, só eu que falo. Mas é assim mesmo, é que a senhora, senhora deve ter visto o meu roteiro, porque a senhora falou tudo o que a gente ia perguntar. <laughs> Eu não, não vi nada. <laughs> Ela não precisa de roteiro.
Mas fala o seu roteiro, quem sabe eu esqueci de alguma coisa. Não, a senhora...
A senhora não esqueceu nada. Assim, a senhora olhando a sua vida, assim, que a senhora relembrou dessa fase mãe, que a senhora teve as duas filhas.
Olha, não foi tão ruim não. Teve os seus atropessos, falta de dinheiro, falta disso, mas foi tudo superado. Você entendeu? Essas coisinhas assim, mais assim, porque não é uma vida maravilhosa. Ninguém é feliz por inteiro. Tem os seus coisinhos, mas fomos vencendo, eu e ele fomos vencendo.
Mas que momentos dessa fase assim que a senhora diria que foram muito marcantes para a senhora? Ou dos seus filhos, ou da senhora, coisas que aconteceram, que a senhora se lembre?
Marcante? Foi a doença da Tetê, que me sofreu muito, que eu fiquei que a única vez que eu emagreci na vida, viu? A doença dela de perder uma filha. Era impressionante, o pior do povo, que deixa uma criança, viu? E foi bem assim na perninha. A gente via a marca, mas não sabia o que era aquela marca. A onde ele mordeu ela. Porque ela ficava de flaudinha, tomando sol, né? Foi impressionante a minha vinda para cá também. Hoje, se eu estivesse em Brasília, talvez tivesse uma lojona. Porque todo mundo que era na minha casa queria abrir para mim. Os bancos que iam abrindo, gerentes de banco que a gente conhecia. Talvez hoje eu teria uma lojona. Mas não tenho remorso nem nada. Minha vida foi até feliz. Com atropesso, com queda aqui, falta de dinheiro ali, mas foi tudo vencido.
E a senhora lembra, assim, dos momentos, assim, que as suas filhas começaram a andar, começaram a falar, isso a senhora lembra?
Ah, lembro, é demais. Elas andavam em cima da Catedral de Brasília, tudo que era porque ele queria mostrar tudo, ele gostava muito de sair. Toda hora, era sair, era com ele mesmo, né? Então, muita foto, muita fotografia dessas meninas pequenas, era a paixão da vida dele. Carnaval, fantasia, botava costureira para fazer roupa para essas meninas, para você ver as fotos lá. Era uma coisa, era a paixão da vida dele.
E de carnaval, a senhora chegou nessa época, assim, a pular carnaval?
Nossa, o carnavais de Brasília, os homens vestiam tudo de mulher. Eu tinha meu enxoval, meus irmãos quando iam lá, minha cunhada, tudo vestia com as minhas camisolas de mulher. Era bem animado mesmo.
E a senhora também se fantasiava? Ah, tudo. Que fantasias que a senhora...
Não, eu não punha fantasias. Eu sou frustada ainda, porque eu gostaria de ter uma bela fantasia. Fiquei sócia do Caissara, para pôr aquelas fantasias do Caissara, que fazia aquelas bailes. Quando nós entramos de sócia, faliu o Caissara. Sou frustrada para pôr uma bela fantasia. Mas, em compensação, minhas filhas botaram.
E de músicas de carnaval que a senhora lembra? Tem alguma marcante?
Quase todas. Teve agora a novela daquela artista e eu cantava todas, minha filha.
Tem uma preferida?

Você assistiu a novela? Coisa mais linda.
E tem alguma música predileta, assim, a senhora?

A música minha é com o meu marido. Quando nós fomos para o Rio, eu já tinha conhecido ele, mas não tava assim firme o namoro. Do Suave à Noite. Como que é assim? Quando a a gente é É tão clara... Do Bacifranco. Conhece? Canta um pedacinho. É tão clara a noite, a noite é de nós dois. Ninguém amou assim.
Tá lindo.
É para registrar mesmo.
Que lindo. Nossa, então a senhora aproveitou bastante essa época, né? Era feliz. Era feliz. E assim, a senhora olhando essa trajetória, porque a senhora fez muita coisa, né? Aprendeu muita coisa.
Vi uma cidade crescer, que a gente tem que fazer três coisas na vida. Vi uma cidade crescer, plantar uma árvore e ter filho, né? Eu vi uma cidade crescer, viu? Porque Brasília hoje é a capital do Brasil, né?
Além de ter visto Brasília, a senhora viu Araçatuba?
Araçatuba também. Isso na minha infância, mas o que marcou mais foi a Brasília, onde eu fiz a minha vida sozinha, né? Formei a minha família lá.
E se a senhora pudesse dizer, assim, de lições que a senhora tira nessa trajetória, assim, que lições que a senhora... Morar em Brasília eu não moraria mais, se bem que tá lindo e tudo.
De lição? Tanta coisa, viu? Tanta coisa. O que eu vou dizer?
Aprendizado. O que a senhora aprendeu?
Ah, tudo.

Aprendi tudo. Minha vida. Tanta parte sexual que eu não conhecia nada. Nunca pensei que um dia eu ia... Porque era restrita essa parte. Tudo conheci com meu marido.

Se foi bom a minha vida, eu também devo muito a ele. que eu, um homem vivido, me ensinou tanta coisa boa, tanta coisa. Os defeitos dele eu quis corrigir, deixei, selecionei, mas não corrigi tudo, porque era muito antiga a vida dele, mas que ele foi, ele cedeu muita coisa, tipo, uma jogo, jamais ele jogou, mas a baralho ele pegava todos os dias, que hoje eu sinto aquele barulho do baralho, hoje, quando eu fico sozinha na minha casa, jogava paciência. Se hoje ele fosse no tempo do computador, ele largava o baralho e ficava jogando o baralho no computador. Porque ele deixou de jogar, não frequentou mais os cassinos nem nada, e ele era mágico. Ele foi da Polícia Marítima de... Não é do meu tempo. Ele foi da Polícia Marítima de Santos. Prendeu um... Não sei que raça que ele era, que ele ensinou essas mágicas para ele. Era mágica mesmo, assustadora. ele pegava o baralho, não saía do lugar. Ele falava uma das mágicas, ele falava, você quer casar com loira ou morena? Aquilo aparecia. Mas essa é uma mágica mais comum. Mas a dele, a mágica que impressionava mesmo, ele pegava o baralho e falava, vamos buscar este baralho lá em cima do piano, embaixo do travesseiro. E o baralho estava lá sem levantar. Mas o homem falou para ele. Eu vou ensinar, mas você nunca vai ensinar para ninguém. Ele levava cigarro. Ele prendeu o homem. Foi quando ele levou uma pancada também na perna, que ele ficou com uma ferida lá, até que... Isso ele conta para mim, que eu não era do meu tempo. Que custou... No navio, quando foi prender o homem, ele machucou naquela coisa de ferro, da escada de ferro do navio. Ele levava cigarro para ele. Ele era um homem... O que era dele, ele dava para todo mundo. Era de todo... O que ele pudesse ajudar, ele ajudava. E ele ensinou para ele essas mágicas. Era impressionante, ia assustar mesmo, né? Não posso perguntar para ela, que ela assusta até hoje. Todo mundo lembra do Ross fazendo as mágicas dele.
Assim, olhando a sua vida, se a senhora pudesse pensar, assim, numa... Numa imagem, que imagem que simbolizaria assim a sua vida? Ou um cheiro que lembra a sua vida?
Ah, o cheiro é o Gervian, que era o cheiro dele, que até hoje, de vez em quando, eu sinto, sabe? Quando eu penso nas coisas dele, era aquele perfume Gervian que ele chegava com aquele... Até ele era perfumado, ele usava perfume como água. Então, aquele cheiro de perfume que fica na minha casa, dele. E a gaveta, que é só dele ainda, os baralhos, tá tudo lá. o baralho dele. As minhas filhas brincavam com eles. A gaveta que ele ocupava, guardava o baralho. Ele punha a minha mesa, era a mesa que veio do meu pai. É toda trabalhada, antiga. Hoje, a minha casa é o retrato do meu pai. Tudo que ficou com meus irmãos, eles foram morrendo, veio pra mim. Então, hoje, a minha casa é o retrato da casa dos meus pais. É linda a minha casa. Os móveis antigos, Tudo o que eu falo para as meninas, ou compra um sítio para levar tudo aquilo, ou doa para a Globo, que ela compra, ou vai para o Museu do Ipiranga, porque no Museu do Ipiranga os móveis são do liceu do arte e ofício. Só no Museu do Ipiranga, só tem duas cadeiras. Quando eu levei as meninas, meus netos, falaram, vó, olha a cadeira da sua casa. Eu falei, manda, se ninguém querer os móveis, manda em nome do meu pai para o liceu do Ipiranga, para o Museu do Ipiranga.
E cada móvel tem uma lembrança.
A minha irmã morreu, foi a cama. A cama dela tá comigo. Ficou apertado no carro. Eu tenho medo de bater minha perna por causa dessas minhas meias, das minhas varizes Mas tá tudo lá. Os Criados do Mundo custou para chegar. Este ano foi os Criados do Mundo dela lá. Nossa, e cabe tudo lá. Tudo tem que caber. É a casa do meu pai lá. Agora, quando eu me for, elas vão, eu já recomendo. Ou faz isso, é tudo recomendado. O piano é da Tetê, o carro ficou para outra, do pai. O meu não, o meu é meu ainda, é pros meus netos, eu não pago i pê vê a ,é um carro antigo, tem sessenta e cinco mil quilômetros, só foi meu, nunca ninguém dirigiu. Então, é para vender, como antiguidade. Novinho ele tá, onde eu vou, vem um cartão lá do homem querendo comprar. É pros meus netos. Agora, o resto está tudo dividido. Piano é da Tetê que ela estudou, a outra não quis estudar, e o carro ficou com o pai, que hoje ela já vendeu, já comprou outros.
E, olhando essa trajetória, assim, que a gente pôde fazer aqui, o que a senhora diria que foi, assim, uma coisa de realização na sua vida? Que eu quero na minha vida? Que a senhora realizou.
Que eu realizei. Acho que tudo, não me faltou nada. E para realizar? Para realizar que eu vou para a Argentina, que eu quero ir para a Argentina. Eu ia para o Paraguai, ia para o Uruguai, mas eu quero ir para a Argentina de avião, não quero ir de navio, quero ir de avião para ir na noite. Eu dormi de dia e saí para ir na noite do tango, porque ele cantava tango, meu marido, dançava tango, tentei dançar tango com ele, eu era uma péssima balairina, porque eu nunca tive pé na boca, eu usei muito aparelho ortopédico, essas coisas. E por isso que arrebentou minhas pernas também. Não foi tanto de Brasília, não, porque eu usava muito aparelho. E a minha perna ia batendo uma na outra, foi coagulando sangue, foi me dando trombose. Mas eu quero ir para Argentina e acabou. Não quero ir para lugar, não quero mais de navio nem nada. Já vi, já viajei três, quatro vezes, não quero ir mais. Quero ir para Argentina. E tá programado? Tá programado. Estou esperando agora ela... a coisa. Já me deu de viagem a passagem.
Então o sonho tá prestes a realizar.
Tá a realizar. Não sei se vai realizar. Veio a gripe, nós íamos ver a gripe lá da Argentina. Não fui. Falei, será que eu vou antes de morrer para Argentina? Não quero ir em sonho.
Quero ir mesmo. <laughs> Olha, dona, a gente tá finalizando. Tá. Tem alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que... Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu sou feliz com as minhas filhas.

Você quer falar alguma coisa, Marina? Pode beber água.
Não depende de ninguém delas mesmas. Trabalham, ganham dinheiro dela. (fala emocionada) Tanto a Teresa como a Tatiana. <cries> Formada em psicóloga, de pedagoga, de deficiente. Hoje é a diretora de uma escola no Guarujá. Eu reclamo porque ela trabalha muito. Ela disse, mãe, eu faço o que eu gosto. Então, faz. Só que ela tá largando os filhos um pouco, tá na mão do marido que tá aposentado. Olha, dois gêneros maravilhosos que eu tenho. Um, essa trabalha muito, a outra trabalha muito, os maridos têm que ajudar. Eu falo, vocês são abençoados Mas elas são independentes, ganham o dinheiro dela, o que mais que eu quero?
E tem um exemplo, né? Uma mãe que batalhou, né?
Eu não preciso delas. Ele me deixou a pensão dele, eu tenho a minha. Elas têm a vida delas, não preciso de ninguém. Se um dia uma fatalidade acontecer, que não vai acontecer. Se tivesse acontecido, já tinha acontecido. Que hoje os filhos já estão quase moços. Já estão na faculdade. O que mais eu quero? Nada mais. Sou uma mulher feliz. Essa é a coisa que eu quero.

Só uma coisinha. E os netos? A senhora falou de netos, né? Qual o nome dos netos, quantos?
Tem quatro netos. Três homens e uma mulher. O mais velho é Caio. O outro é João, que é o nome do meu pai. Foi a única que deu o nome do meu pai. É João Vítor, como ela recebeu o nome da Tereza Cristina, da minha irmã. O outro, da Tatiana, é a Júlia. e a menina, e o Ivan, que é o filho da outra também. São dois da Tereza e dois da outra.
E a vó, e quanto vó? A gente sabe da experiência de mãe, e a experiência de vó?
Experiência de vó? Eu sou uma vó que não ando, vou muito na casa dos meus netos. A Tatiana disse, mãe, os meninos vão esquecer de você. Eu falei, não vão esquecer de mim. Porque ela fala no telefone comigo, vó, eu amo você. Não sou vó de ir lá. Eu quero que, chegada na casa dos meus netos, visita. É que é a hora que eles vão me gostar mais de mim. Você entendeu? Não sou vó presente muito lá. Na Tetê vai fazer quase um ano. Eu venho mais agora na Patrícia, que morreu minha irmã, que ela me adotou como filha, que agora eu tenho mais uma filha. do que eu vou na casa delas. Porque elas trabalham o dia inteiro, o que eu vou fazer sozinha? Eu fico na minha casa. Você entendeu o meu problema? A outra trabalha o dia inteiro. Eu vou ficar olhando a cara da empregada? Eu não vou. Quando eu posso, quando eu fico doente, essa tá distante, o meu gerro, que me leva nos médicos, quando é médico de urgência como minha perna, ele que me leva porque a outra tá trabalhando. Como é que eu vou na casa das minhas filhas? Fala para mim. Mas eu fico feliz, porque elas têm a vida delas. Estão se realizando, pelo jeito, né? Se elas estão trabalhando, porque gostam de fazer o que gostam. Como a senhora mostrou, né? Vou fazer o que gosto. Como eu, na época, não pude trabalhar, tive que ter minha boutique para satisfazer meus desejos, não pude adicionar, não pude trabalhar fora. Mas quando eu trabalhei, depois eu trabalhei num banco também, mas eu fiquei muito pouco tempo, fiquei um ano só que morreu meu pai, eu tive que ficar com a minha mãe. Então, não consegui trabalhar fora, você entendeu? Eu trabalhei no Bonfigliore, no banco, que eu fazia cálculo de juros. Mas fiquei um ano só, gozei minhas férias em Lindói com meu pai, com o meu dinheiro, minhas férias. Então, foi o que eu pude. Logo depois ele morreu, eu tive que ficar com a minha mãe, né?
Olha, a senhora não tinha contado isso para gente.
Foi seu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego.

Mas como que foi? Depois de casada eu trabalhei também. Pouco tempo no, no... Nem pude ser registrada. No banco eu fui registrada. Que banco que a senhora trabalhou? Auxiliar de São Paulo, do Bom Filhole. Que os filhos acabaram com o dinheiro deles também, né?
Então, quantos empregos que a senhora teve? Eu tive dois. Foi esse primeiro? É
É, do Bom Filhole foi um ano que eu cheguei a gozar das férias, logo depois meu pai morreu. E esse que eu trabalhei em pouco tempo também no Consulado Argentina, em Santos. E o resto foi minha conta. Eu era dona de mim mesma.
E essa autonomia que passou foi um exemplo para suas filhas, né? Não era uma grande coisa, mas para mim foi muita. Você entendeu?
Bastante. Que eu me realizei.
Um pouco, mas realizei. Olha, a senhora gostaria de deixar mais alguma coisa registrada? Não, não tenho mais nada. Que eu sou feliz. E o que a senhora achou de dar um depoimento aqui para gente? Construir o acervo? De eu vir aqui?
Olha, eu estou esperando um ano, já que a Tetê me falou. Sabia? Nunca conseguiu. Como agora eu tava... Falei, mãe, venha, porque agora tá mais perto para senhora vir. E ela vai me deixar lá outra vez, que eu vou para Lindóia com eles também, né? Vou passar cinco dias lá. Depois eu vou embora para minha casa.
Ai, que bom. Olha, a gente agradece demais o seu depoimento.
Mas eu que vou agradecer a você. Todo mundo, meu Zé, tá todo mundo esperando isso, viu?
Não, para gente é uma honra ter o depoimento da senhora aqui. A honra é minha, meu Deus. <laughs> Obrigada mesmo. Obrigada a vocês também.